E dois mil novecentos e setenta e dois tá e o nome dos seus pais?

E dos seus avós?

E senhor

Vocês são brasileiros?
Somos brasileiros. Não tem
Outras outros sangues
Não, não há misturas. Não Até a segunda ordem, né? <laughs>
<laughs> Até onde nós sabemos, não há mistura. E E eles moravam aqui? Sempre moraram em São Paulo também?

Sempre seus

Meus avós... O meu avô paterno Ele é carioca. Hum a Agora, os meus avós maternos e a minha avó paterna são de São Paulo. O meu pai também sempre morou em São Paulo, mas hã ele tem uma... existe uma ramifi ramificação da família dele que mora no litoral de São Paulo.
De São Paulo também.

E qual era a atividade dos seus avós?
Bom, o meu avô materno ele ele era ele se aposentou como diretor do Hospital das Clínicas. A minha avó materna ela faleceu muito jovem e ela era enfermeira do Hospital das Clínicas. Os meus avôs paternos eu não tive muito contato porque quando eu nasci eles já haviam falecido há algum tempo. Então, eu não tenho muita informação a respeito deles assim. Nunca foi muito comentado.
E a atividade dos seus pais?
Meu pai era músico. A minha mãe eh ela sempre trabalhou na área da saúde. Ela é aposentada do Hospital das Clínicas como auxiliar de enfermagem. sempre trabalhou nesse ramo de atividade. Porém, ela sempre eh desenvolveu algumas atividades na área cultural também, paralelo ao ao serviço que ela já desenvolvia. Era bem interessante assim, porque ela auxiliava o meu pai

Ele foi percursor né nesse nessa área e foi bacana. Assim a as primeiras apresentações foram no Garitão Danças, que era uma casa de gafiera antiquíssima aqui em São Paulo. Não tinha, na época, grupo de samba né. Então era Minha mãe se tornou backing vocal na na ocasião, fazia show junto com o grupo. Ela sempre gostou assim de cantar. atualmente, ela desenvolve área na eh desenvolve atua na área cultural em produção de evento, coordenação também, tanto quanto eu.
Mais um popuquinho para trás depois a gente vai por aí eh Você morava em que bairro? Como

Depois disso,

Depois de adulto já, né?

E de lá, ele não saiu mais. Ele

Era uma coisa assim extraordinária, vocês não têm ideia.

Nascida e criada aonde nós moramos hoje.

E eu sempre estive com ela.

Eu adorava né, porque a minha infância, essa parte da minha infância foi sensacional, porque meus pais se separaram quando eu tinha cinco anos de Então, até aí, eh ele ele super engajado nessa questão da música, da cultura, viajadíssimo tal e. Então, para mim, era fantástico, porque a minha casa, quando eu era criança, quando ele tinha o grupo, meu pai sempre teve um coração assim de açúcar né.

Sei lá, eu fiquei fui viajar com o namorado ou, por por exemplo né. Aconteceu algum problema, tive que sair de casa. Ele ah, fica aqui, fica aqui fica aqui aí Nós morávamos em uma casa enorme, tanto que todo o grupo morava dentro da casa. E todo mundo que tinha problema, que precisava, também ia para dentro de casa. Então, era tudo era muito movimento tal. Eu adorava, adorava. Quando eh, na primeira casa, nós tínhamos eh dois pastores alemõe alemão, que se chamavam Ceci e Peri, <laughs> e eram ai uma graça, né? E eu tive uma... uma infância, assim, de princesa, sabe? Tudo de melhor <coughs> assim que os que os meus pais puderam me proporcionar, eu tive. Então, logo que minha mãe engravidou, meu pai foi viajar para os Estados Unidos, trouxe todo o meu enxoval de lá. Eu tinha babá. No meu aniversário de um ano, foi numa numa empresa que se chamava Telefunken, que ficava na rua da minha casa eh. E, nossa, gente, até hoje... Hoje eu estou com trinta e cinco anos. Até hoje as pessoas comentam. Não, não acredito. Eh Era você a meni <laughs> Foi uma festa assim de quase uma Semana Uma semana de festa então mas com fartura meu ah Então, foi uma festa assim enorme, que veio toda a sociedade negra, toda a comunidade negra, o todos os amigos dele, e ele super conhecido, extremamente popular. Olha, imagina, uma semana de fes, o bolo não teve não deu para entrar pela porta, <laughs> foi foi uma coisa, entrou pela janela, que nem piano, assim, que tem que subir. <laughs> Foi assim, mesas de frutas as frutas, o povo levava. <laughs> Foi muito bacana, assim, tanto... Assim, lógico né, que eu não tenho muita lembrança da festa em si, aham mas as histórias que eu ouço, aconteceram coisas assim maravilhosas, fantásticas né, muito interessante.

porque eram as pessoas que estavam envolvidas com os meus pais, que eram muito presentes. Não Não haviam muitas crianças. Tá

E não queria ir, mas eu fui.

Tenho amigas. Até hoje, é assim que nós estudamos juntas, da quarta série até o ginásio, que nós somos íntimas assim. Nós nos falamos todos os dias. A gente vive as alegrias e as tristezas juntos. Mas, a minha eh quando eu já fiquei eh mais mocinha assim, eh quando desculpa quando eu estava com cinco dep... Aos cinco anos, a minha mãe se separou aí.

Então, eu fiquei morando só com o meu pai. E aí era tudo diferente assim, né? Porque, poxa, sem a mãe, né? Estranho, né? Aí meu pai arrumou uma outra pessoa para ele se relacionar e tal, mas eu visitava minha mãe com frequência.

Era interessante, porém, pai é pai, não tem tanto tato assim com filha mulher, pequena ainda, né? E a a moça que estava com ele, nem não me conhecia assim não tinha. Então era le era gostoso porque eu sempre fui muito grudada com meu pai, sempre fui muito colada com ele, mas eu sentia muita falta da minha mãe, sempre. Aí

Tal aí que eu fui eh conhecendo as pessoas que eu fui me ambientando.
E como que era aquela época?

Como é que você andra você andava sozinha? Você Não brincava?
Como era? Não Eu sempre fui muito curiosa. E E assim tenho eh acho eu uma facilidade enorme em fazer amizades e converso com todo mundo. Para para mim todo mundo quantos anos você tinha? Quando eu vim para cá, eu acho que já tinha uns seis, seis, sete. Só que assim eh, antes de morar com a minha mãe, ela ela... Porque minha mãe, na verdade, ela saiu de casa para casar. novinha, muito novinha. Sabe Então assim, experiência eh de vida no no sentido assim de profissional, de se virar sozinha, essa iniciativa, não existia até Aí depois que ela se separou, que ela se viu numa outra situação, e eh graças a Deus a minha família é só, eh a sua maioria é composta por mulheres né, e nós somos muito proativas, a gente tem muita iniciativa, já vai, já faz tal, não fica esperando acontecer. Então que foi aí que ela teve a ideia de fazer o curso de enfermagem, começou a trabalhar no hos no Instituto do Coração, Enquanto ela estava se organizando, ah eu fui morar. Eu morei com a minha tia há um há algum tempo, a irmã do meu pai. Morei com uma outra tia na Zona Leste, mas eh não não foi

Ela tinha uma filha, era uma casa que ela tinha a dois filhos, um casal, e moravam os filhos dos irmãos também. Então, nós tínhamos a mesma faixa etária. Então, era interessante, era bacana, assim, né? Era legal. Eh Nós temos pouco contato hoje em dia, mas Foi interessante. Ah Agora, quando a minha mãe eh já já veio morar aqui quando... Desculpe-me.

Aí eu já tava eu já tinha uns doze anos, acho que nem isso. Poxa, foi muito legal assim, porque a minha prima tem uma única filha, que é muito é mais velha do que eu né. E

Nossa, era a profissão era um glamour né na época, era super legal. E Aí fui ver um outro mundo assim que não conhecia. E foi um momento bem legal, porque eu tive um banho de cultura. de uma outra cultura que na qual eu não conhecia. Então, fui ler. Eu sempre gostei muito de ler, de estudar. Aí eu Fui ler e fui ouv comecei a ouvir músicas assim que Falei nossa que gostoso, que legal. Era eMe Pê Bê, era eh música clássica. Falei gente que delícia né nossa. Foi muito bacana. Aprendi a a ouvir. e gostar e absorver tudo de bom que aquele que cada momento da minha vida me proporcionava né e. Isso em cada setor. Mas eu acho que essa fase foi bem... bacana assim eles. Elas contribuíram muito assim para o meu crescimento como pessoa né. Uhum Elas tinham uma outra eh iniciativa, uma outra linha de de vida de raciocínio enfim. Embora pessoas humildes, simples, mas muito intelectualizadas assim sabe, muito gostoso, muito legal.

Aqui eu conheci pessoas boas, pessoas não tão boas, mas as pessoas que não foram tão Eu tava eu eu não tinha, assim, hã maldade eu. Eu não tinha toda essa maldade de, né? Saber que ah fulano faz isso, faz aquilo. Então, eu fui vendo, fui conhecendo e, aprendendo sozinha. Mas foi legal porque a depo a minha mãe começou a trabalhar no Hospital das Clínicas, e aí ela dava para mim, para o meu irmão, ela sempre deu, assim, um tratamento de choque, sabe? Tipo, no sentido, assim, olha, Causa e efeito. Se você fizer tal coisa, vai acontecer. Se você, por exemplo, usar droga, vai acontecer isso. Se eh você fizer sexo sem camisinha, acontece isso. Tal mas era um tratamento de choque mesmo, sabe? Porque ela trazia os livros, olha, aprende o que o que a Proporcionam, né? Ah Olha, tal fulano, é assim, assim, assim... É, você tem livre-arbítrio. Eu te dou toda a liberdade e eu não quero que você quebre a minha confiança.

Então, nós tivemos esse... Essa parceria foi bem legal e eu achei... Eu tinha mui medo, assim, de fazer. Bom, até hoje eu não bebo, não fumo, não tenho nenhum vício, né?

Poxa, então era legal porque eu falava, meu Deus do céu, se eu tomar um gole de cerveja, minha mãe vai saber, ela vai me matar. <laughs> Deus eu Beijar na boca, ai meu <laughs> Deus do céu, eu vou engravidar. Então eu tinha muito medo, então era bobona, mas eu vivia no meio de gente esperta. Então, o que aconteceu? Foi legal para eu aprender. Ó Olha, eh eles eram espertos demais, mas eles só quebravam uma cara, então eu ficava, eu eh, de cara limpa, assim, eu fa, ah, então é verdade, minha mãe tem razão. Se eu fizer isso, olha, nossa, olha o povo se jogando na parede, olha, não sei, sabe, coisas assim que não tinham sentido. Eu falei, ah, isso que, ah, não quero para mim. Não quero, então eu não absorvi. Eu achei que foi essa questão do da liberdade controlada, foi... valeu muito, valeu muito. E eu gostaria Eu quero aplicar nos filhos que eu tiver. Você disse que tem um irmão... Não, o meu irmão, ele é falecido, meu irmão por parte de mãe, e eu tenho alguns irmãos por parte de pai. alguns irmãos. Os que eu tenho contato, eu sou a única irmã que tem contato e amizade com a sua maioria, porque eu converso com todo mundo, me dou super bem com as mães, mas entre eles, assim, <laughs> eles não se dão muito bem. Porque músico, homem da noite, né, então um filho com cada mulher, são muitos irmãos, muitos, muitos, muitos. Mas eu adoro, amo todos eles, cada um com as suas diferenças. Enfim, tem que respeitar também, né?
Então, os seus pais casaram de novo, casaram os dois casaram de novo? Sim aí eles
Sim, aí eles adotaram a as suas vidas independentes. Aham Minha mãe é muito nova né, linda, sabe? Ela sempre foi muito bonita né, muito vaidosa. Vocês se lembram da Silhouette? Claro Elas iam para a Silhoue ela ia para a Silhouette eh se cuidar, fazer ginástica. Sempre foi muito bonita tal e. Então, ela, obviamente, era assediada né e. E meu pai, na qualidade de homem e músico... Nossa Senhora né! Milhões assim Eu tenho irmão na Argentina, no Chile. Namorador, à beça, sabe? Nossa! E Então a minha mãe se relacionou, namorou, tinha uma vida normal, porque, poxa, também não podia ficar estagnada, né?
Então, você e você, quando adolescente, jovem, você acompanhava os dois na na noite ou Não. Porque eles A sua mãe também né sempre era produtora cultural também?
Não, ela ela se tornou há há uns vinte anos, de
Então, mas você acompanhava o seu pai, como é que era isso? É então Quando adolescente, como é que era para você?
Assim é o que é que te encantava assim? Tá Quando eu era pequena, meu pai me levava, ele me levava lá para o garitão, me levou em vários ensaios, ele fazia eu cantar e eu morria de vergonha. Ai, meu Deus do céu!
Aí ele, ah Canta você lembra o que você cantava? Eu falou, ai não quero, tenho vergonha. Ele ah Ah, então sai daí, vai, deixa eu deixa eu cantar uma para você tomar coragem. Aí
Mas eu não cantava, eu tinha vergonha. Hoje, se ele man se qualquer um mandasse, eu sobe no palco e canta. Eu opa <laughs> Mas, até então, eu ti era muito tímida assim. Mas mas você lembra do que é que você cantava? Não, não cantava. Eu não eu Haviam músicas que eu gostava muito. Tem fases da minha vida que têm mú cada fase tem uma música assim que me marcou. Quando eu era muito pequena, tinha que eu morava com o meu pai e com a minha mãe, eh tinha uma música do Billy Paul que eu amava, que era Mrs. E tinha uma música do Originais do Samba também, que eu achava muito engraçada, porque falava de da Mônica tal, do Cascão. Eu achava bonitinho, aí eu adorava cantar. Ficava cantando pela casa, mas assim nunca, de fato, subi para cantar. Agora, nos ensaios, lá no Garitão, eu ia, sim.

Agora, quando morava com a minha mãe, já não já não frequentava tanto, era mais ficava mais

Escola, de depois Então
Desculpa, só voltando um pouquinho. Embora tenha... Acho que tudo na minha vida foi muito precoce, né? Eh a Ainda que eu não não cantasse, eu comecei a sair com nove anos de idade. Gente, vocês não acreditam. Nove anos de idade, eu já ia no baile. Minha mãe ia trabalhar nas. Aí ela tinha plantão no final de semana, então eu tinha que deixar tudo impecável e ficar em casa, lógico né, esperando ela.

Era um baile da Chic Show que tinha né, um baile de música negra. Aí eu falo assim, ah, eu quero ir com vocês. Eles, ah, não, tudo bem, vão. Gente, todo domingo eu ia, à tarde, era um matinê.

Não, e eu achava que eu era mocinha assim, sabe? Queria dançar, o povo com dois metros de altura e eu com meio, né? Eu queria dançar igual, fazer tudo. Vê se pode, gente, que loucura. <laughs> E eu adorava. Quando a minha mãe descobriu, ai meu Deus do céu, eu apanhei. Não adianta, você é muito terrível, agora você vai ficar trancada. Ah, mãe, deixa eu ir. Porque eles cuidavam de mim direitinho, me traziam de volta. Nós morávamos né parede com parede, éramos vizinhos. Mas a minha mãe brigava, e olha mas eu fui terrível, fui terrível, fui terrível. Eu lembro que houve um momento que a a irmã mais nova da minha mãe, do segundo casamento do meu avô, A nossa diferença de idade é de três anos, apenas. Então, ela às vezes ela vinha para cá nas férias, no feriado e tal. A minha mãe falava, olha, eu vou trabalhar, você toma conta dela. Ah, tá bom, sai as duas. <laughs> <laughs> Saímos as duas. Às vezes a porta estava trancada, a gente pulava a janela, ia namorar, voltava e ficava com cara de santa, assim, em casa, esperando. <laughs> As duas aí aí, um dia, minha mãe voltou, assim, de repente, fora do horário, e pegou nós duas no pulo. Olha! <laughs> Foi uma coisa, viu? Foi terrível. <laughs>
Foi uma correria dentro daquela casa <laughs> para correr dela, né? Não apanhar muito.
Então, você foi terrível.
Fui, <laughs> fui. Nossa Senhora! Muito, muito legal. Eu saí, cabulei muita aula, cabulava aula para ir para ir no baile à noite, quando já adolescente, sabe? Porque eu comecei a trabalhar com catorze anos, escondido da minha mãe. Minha mãe não queria de, lógico, né? Ela fazia de tudo para me dar o melhor, Então, ela falava, não, vai estudar, estuda e queria realmente que eu investisse no estudo para depois pensar na minha vida profissional. Aí eu falei assim, ah, férias, estou aqui fazendo nada, vou trabalhar, olha que, um glutão, né? Vou trabalhar para ter mais dinheiro para comprar lanche na escola. <laughs> No que é que você foi trabalhar? Aí eu fui trabalhar, arrumei um emprego de secretária com uma marchand, que era maravilhosa, uma mulher assim, sensacional. Só que eu não sabia, eu trabalhava assim para ela, fazia o que ela mandava, mas eu de fato não sabia o que eu tava fazendo lá, não tinha a mínima experiência. Aí um dia ela pegou falou assim,

Aí eu, hum, e agora, né? Porque ela não sabia que eu estava ali escondida. Aí eu falei, e agora, o que é que eu faço? Eu anotei no papel. Ah, eu ó eu sei lavar, passar, cozinhar. Aí ela falou, na hora ela chamou minha mãe, ela falou, olha... Eu não era empregada doméstica dela, <laughs> eu era secretária dela, entendeu? Mas eu não não sabia, não sabia como descrever isso. Aí, ela chamou a minha mãe. Quando a minha mãe chegou, eu... Ai, meu Deus, a minha perna começou a tremer. Eu falei, ai agora ela vai me matar.
<laughs> Porque eu trabalhava só no no período que era o plantão da minha mãe no hospital.
Então, ela não desconfiava, né? Aí, meu Deus ela, minha mãe chegou em casa. Ela falou, o que é que você estava fazendo <laughs> Ai, mãe, é que eu queria ter mais dinheiro para comprar lanche <laughs> na escola, não queria pedir para você. Nossa, ela brigou comigo, tá faltando alguma coisa para você, não sei o quê. Mas, por outro lado, foi legal porque ela deixou eu continuar, assim, ah concluir as minhas férias e tal. E a empregadora, que era uma gracinha né de pessoa, poxa me ensinou mil coisas assim de arte, sabe? Olhos sobre tela, artes plásticas, o que é que significa, os porquês, como funciona. Nossa, foi muito bacana. Gente, eu fui terrível.

Acho que nem tem não não tem mais essa rua.

Nossa, eu desci escondidinha.
<laughs> E aí você já estava no colegial? Como é que era
Não, estava é estava no ginásio né Hum E ah eu gostava de ficar lá, gostava de de fazer aprender as coisas. Ela atendia eh artistas plásticos de vários outros países assim. Era bem interessante.

Ah, eu era muito boba, gente. Não era como agora. Agora é tudo tão... Aos catorze anos, as meninas já são mãe. Catorze anos, eu queria trabalhar para ter dinheiro para comprar lanche <laughs> e brincar de boneca, boba. Minha mãe fazia roupinha de boneca, aí eu ficava em casa brincando sozinha, fazia comidinha não sei o. Bobona, sabe assim? Não tinha essa malícia essa essa, não era tão perspicaz como... <laughs> Não tinha não era tão irreverente <laughs> como as meninas de agora assim era bem. Eu era eh bem dentro da faixa etária Eu tinha, né? Eu desenvolvia minhas atividades bem dentro da minha Então
Faixa etária Quando você teve o seu primeiro namorado?
Ih, demorou. Eu acho que aos dezesseis anos, assim. Demorou, né? <laughs> Mas aí aí foi... Era um rapaz que era vizinho nosso, vizinho de frente.

Que coisa! Eu achava que eu namorava, né? Quando eu era criança, assim, que eu pegava na mão dos meninos, assim, já era danadinha, né? <laughs> <laughs> Eu achava que tava namorando, mas nada nada de intimidade, sem beijo na boca, só pegar na mão.

Era um ano mais velho do que eu, tinha aí ele falava ai eu vou para a marinha e, quando eu voltar, nós vamos casar não sei. O que e eu ah está bom né inocente. Imagina, nada disso se concretizou. Ele foi para a Marinha, foi para o Rio de Janeiro, aí ficou enlouquecida com aquela mulherada maravilhosa, <laughs> nem voltou para a casa dele. <laughs> E olha, foi uma coisa. Eu vivi minha vida aqui. Mas sempre namorava sempre namorei em casa e sempre meus relacionamentos foram longos assim. Hum Hoje Hum eu me relaciono com uma pessoa fazem nove anos, Hum fui noiva seis anos. Sempre relacionamentos longos assim. Namorar em casa direitinho, com sob o olho da minha mãe assim. Sabe sempre ela de olho, né? Para não ter problema. <laughs>

Nessa nesse período, depois você fez colegial. Como como foi isso? Como é a sua vida eh escolar e depois como é que caiu na profissional? Como é então aí
Na escola, minha mãe era chamada toda semana, porque eu não parava de conversar, que eu era terrível. Porém, era mui eu trazia nota. O objetivo não era esse, eu trazia nota. Então, só era mui sempre fui muito estudiosa, eh muito aplicada nos meus estudos, mas era da turma do fundão e eu sempre ficava com os meninos. Eu nunca gostei de ficar com as meninas. Nunca gostei de muita amizade, muita coisa assim com as meninas, porque eu achava que tinha muita fofoquinha, sabe? Eh Era uma competição, assim que, desnecessária. Eu não eu queria ficar com o pessoal da bagunça, então, gente, era terrível. Nós A gente fazia música e ficava cantando na aula, batucando, aí eu dançava. Olha, eu fui muito... Muito terrível, sim.

Aí já eram era outra forma outro povo, outra coisa assim. As pessoas eram, ain embora jovens, mas eram mais maduras, mais centradas. Eu sempre sempre sou geminiana né, eu pareço uma camaleoa. Naquela época, eu achava que eu tinha que ser hippie. Mas <laughs> mas era uma uma hippie assim só na maneira de vestir sabe. E eu era muito magrinha. E eu usava umas tranças com longas assim. Nossa Senhora, era muito legal. Fui cara pintada, fui para a rua, era sempre fui muito politizada, sempre engajada com o movimento estudantil. Uhum uhum Né então, eu participava das reuniões da Uni, fui para para os cara fui ser cara pintada com o pessoal da FATEC né, com o o centro acadêmico do pessoal da FATEC. Você fez FATEC? Não, fiz o Mas eh, foi um momen como as coisas sempre aconteceram muito rápido assim na na minha vida, então aos de dezessete para dezoito anos eu já já assumia o Departamento da Juventude do Conselho Estadual das da Comunidade Negra, que é um conselho ligado diretamente à Secretaria do Governo. E, nossa, era muito legal, sabe? Tudo tudo

E, poxa, eu conheci pessoas, assim, interessantíssimas. Falei, caramba! Então, quer dizer que existem pessoas do bem assim também no engajadas com o movimento político.

Eu já era filiada ao Pê êMe que era assim, na na ocasião era até, para para a visão de hoje, era um partido até meio engessado né, todo duro. Mas, quando rachou, Uhum que teve o Pê éSse Dê Bê, aí todo mundo ficou no (ri ennquanto fala) meio do caminho. Assim eu fui para o Pê éSse Dê Bê, que o pessoal da também do plebiscito, a equipe que a gente trabalhava, tinha ido para essa facção.
Os seus pais também eram engajados, assim, politicamente?
Não.
Como Não que como é Não que vem isso em você?
Pois é, eu fui convidada porque a achavam que eu era uma líder nata hã, que era fazia parte do meu perfil, compunha o meu perfil. Quem aonde? Não, as pessoas sempre acharam.

É o que ocorre? Eh Eu sempre vivi no meio de adultos, desde criança. Então, eu eu amadureci muito rápido, eu sempre fui muito precoce, né? Então, eu comecei a trabalhar aos catorze. Depois que eu comecei nesse empreguinho aí de férias, aí no aos quinze eu já tava trabalhando mesmo. Trabalhei aí comecei a trabalhar numa agência de promoções. Eu era recepcionista. Fui depois fui para um escritório de arquitetura tal. Sempre lugares assim muito legais. Aí fui trabalhar em agência de publicidade. Foi aí também que eu comecei a ter ideia do que de qual seria a minha formação profissional né, que eu achava que tinha tudo a ver comigo. Porque, embora funções distintas, eu sempre acabava desenvolvendo, de fato, as mesmas atividades, sempre na área de comunicação, sempre ligado a isso. E eu com e eu Nessa nessa área. Aí

E aí as pessoas achavam que, por eu ter sido muito precoce, eu era a uma líder nata. Ah, tá bom.

Só que era secretária, mas aí eu comecei a... Iam muitos jovens procurar o conselho. Então, eu atendia, dava ideias tal, sempre muito agitada. Ele falou, não, você precisa de um espaço para você.

Nossa, foi muito legal, porque hoje eu vejo que muita coisa que nós colocamos eh, que nós eh aplicamos na época, estão refletindo nos dias de hoje. Desde eh a questão dos atores negros, do negro na mídia, do jovem da eh do eh, até o prefeito negro foi uma coisa assim que a gente almejou. Muito, e foi uma proposta nossa eh, sabe, vaga em universidade, espaço mesmo, porque até então nós não existíamos, de fato. A impressão que se tinha era essa, né? Para o mercado consumidor. Poxa. Então, eu organizava palestras, eventos, assim, sempre me mobilizei, sabe? Não só aqui em São Paulo, mas no interior também. Até hoje? Não, aí eu me afastei um pouco. Por Eu me afastei porque eh, dentro de tudo isso eu eh, eu tinha uma liberdade para fazer o que eu quisesse, porém, não podia fazer muito, sabe? É assim, ah olha, eh fa faz as as suas coisinhas aqui, mas não dá, não se expõe muito, não faz muito também. Eu falava, mas como não, gente? nã ah A gente tem a máquina do governo na mão, como não vai fazer? Tem tudo na mão, tem o espaço, tem tudo que a gente precisa e como que não vai fazer em prol da minha comunidade? Então, não interessa, poxa. Aí eu eh acabei observando que haviam algumas pessoas que elas trabalhavam pelo interesse próprio, entendeu? Elas não E eu era a única que estava ali pela causa, sabe? Batendo de frente com o que eles com a a ideologia deles.
Porque ah tá só um instantinho você lembra do que você estava

Então então, eu estava acabei eh eh batendo um pouco de frente com o presidente do conselho, porque eu achava que tinha tudo na mão. Não posso me permitir que sejam desenvolvidos alguns trabalhos só por pelo interesse pessoal. Saba a gente eh nós tínhamos convênio com o consulado americano. Era uma coisa muito grandiosa, muito bacana. Tinha que expandir e mostrar para todo mundo que isso podia dar certo, que nós teríamos muito a acrescentar, e eu não podia fazer. Aí eu falei ah Mas alguém fazia? Não, fazia, assim. Eles faziam para eles mesmos. Não, não é esse o objetivo, não é por aí. Mas o conselho, foi eh além de ter me ensinado muito na vida, eh me abriu muitas portas né. Me abriu muitas portas. Conheci as pessoas assim no meio da política que me acrescentaram muito.
Na salinha, você está
Vida não, hoje eu não milito.

Não milito diretamente, mas ajudo em algumas coisas. Tem muita coisa feia, assim, no meio. Sabe

que é um clube só de negros que existe. Foi

Não poderiam. Né

Lá, poxa, nossa! Que legal, viu? Que oportunidade, assim, sabe de?
Você está lá agora? Ou você
Não, Faz parte eu trabalhei na na naquela gestão, eu desenvolvi minhas atividades, sou sócia e participo das atividades, porém, eu não quero cargo. Hoje em dia, eu não quero mais cargo. A responsabilidade realmente é muito grande, requer tempo, exige muito da pessoa e eu prefiro eh colaborar de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, as atividades, os empregos que eu havia arrumado até então eh. Aí eu comecei, meu primeiro emprego foi na agência numa agência de promoções, aonde nós trabalhávamos diretamente com a Nestlé, mas era merchandising, merchandising puro. Então, eu entrei como recepcionista e aí depois passei a ser ajudar a selecionar as meninas tal. Quando eu me vi, eu já era eh su eh supervisora de merchandising e. Então, eu tinha que ir no ponto de venda, tinha que ver como estava o display, como estava isso, aquilo tal, e coordenar uma equipe. Saí de lá, aí fui trabalhar em agência de publicidade né, e conforme eu havia dito. E outras a outros outras empresas que eu trabalhei, eu acaba sem eu acabava sempre sendo levada para esse caminho. Tanto que o meu o meu segundo grau é técnico em publicidade. Né e aí eu acabei sendo direcionada não mais não para a área da criação, que não me interessava até então, e não me interessa né. Né eu achava que era mais a questão de colocar a cara da empresa na rua. Eu sabia fazer a comunicação de fato. Já fazia endomarketing sem saber o que é que era, sabe? Era... Então, a hoje que já sou formada, hoje eu sei que, poxa, valeu muito a pena, né? Me acrescentou. É Era isso mesmo. Não me arrependo, amo a minha profissão. E hoje o que é que você faz? Eu sou eh profissional de marketing, porém, desenvolvo atividades na área de eventos. Hum Tá, é bem focado. Você

Então, todos os grandes eventos que há, eles me chamam, como contratada, desde carnaval, virada cultural hã a gente, nós que implantamos, ajudei a implantar o virada cultural, eh feiras grandiosas e to eh evento de rua, é o meu forte. Tá

O meu forte realmente é eventos. Eu entrei nessa área assim meio sem querer, saí meio da área da da divulgação e fui para a área de eventos sem querer. Falei, gente, que delícia! <laughs> Nossa! É lidar com pessoas. Odeio rotina, não gosto de, sabe, estar sempre batendo, sentadinha ali atrás da mesa Embora eh faça, se eu precisar fazer, eu faço tranquilamente. Mas eu prefiro eh cada momento eh estar vivendo uma situação, com pessoas diferentes, lugares diferentes. Eu acho muito gostoso isso.
Então, a gente sabe que você é super envolvida com o Carnaval.
Isso. Então, conta um pouquinho aí desse seu percurso, desse seu envolvimento, como é que... Então, o meu pai, ele sempre foi eh da Camisa Verde, ele é um

Não, porque pela segunda vez Como assim eu digo por quê. Eh o

Só que era era muito marginalizado. Essa questão de carnaval era muito marginalizada. Quando foi isso? Mil novecentos e e vinte e poucos, trinta e pouco, muito muito tempo atrás. Então, eles pararam com as atividades. Aí, o senhor

E aí a companhia ele chamou algumas pessoas para estar desenvolvendo essa a fundação do ah do bloco com ele e desenvolvendo as atividades com ele. E o meu pai é uma dessas pessoas.

Era a paixão da vida dele.

Mesmo quando não tinha nada, ele tava lá <laughs> na camisa verde.

E, nessa nessa reunião, estava

Nossa, era um um grupo bem bacana, assim né, composto, eu acredito que, entre oito e dez pessoas.

Meu pai foi o primeiro presidente.

É então, a criança não chorou, então <laughs> é isso. <laughs> É isso
<laughs> Diz a minha mãe que a a primeira eu desfilei desfilei mesmo, quando criança na ala aos crianças, pela primeira vez no Águia de Ouro, levada por um tio meu que gostava conhecia as pessoas de lá.

Nós nos conhecíamos desde sempre eh, crescer crasci junto com os filhos e netos dos fundadores, enfim. Então, era uma família, estou na minha casa. Mas aí teve um momento que eu falei assim ai, eu acho tão lindo, eu quero ser porta-bandeira, quero porque quero. Aí eu fui falar com a então presidente, falei, ai eu quero ser porta-bandeira né, me dá uma oportunidade, já que uma vez eu já tinha sido convidada

E eu já estava desfilando há algum tempo, já. Eu falei assim, ai, não, agora eu quero ser porta-bandeira. A diferença da porta-estandarte é que ela desfila sem um acompanhante, sem o mestre Sala, ela é sozinha. E eu queria dançar com o porta-bandeira, com o meu mestre Ela falou assim, mas você não tem o maior jeito, você dança na frente da bateria, você tá aqui, tá ali e tal, tem que ser muito, centrada. Falei ah não, mas me dá uma uma chance. Ela falou assim, ah acho que isso não é para você, melhor deixar para lá. Eu falei, ah é? Tá bom, eu não tenho oportunidade dentro de casa? Vou embora, Saí! <laughs> Saí no mesmo dia, mesmo sem experiência nenhuma.

Gente, eu não sabia nem como começava. Aí eu falei, ah, eu vou, não quero nem saber. Assim toda eu <laughs> E fui.

Não acredito. Ah não é Eu acredito que por volta de noventa e quatro noventa e quatro

Só que, assim, no meio de samba, todo mundo se conhece. É é meio fechado, assim, sabe? E é restrito. Todas as pessoas se conhecem. Aí eles falaram, não, espera aí.

Aí foram lá pedir.

Eu não queria.

Eu falei assim, não, eu vou. Eu vou porque aqui eles acabaram dando a oportunidade, porque ti existia uma vaga de porta-bandeira. E eles pegaram e deram a oportunidade da vaga para uma moça que era irmã do presidente da Liga das Escolas de Samba, na ocasião. A Liga da Escola de Samba é é a sede que tem todas as escolas afiliadas, né? Então eles deram a oportunidade. Para ela, que tava vindo de fora, que não tinha nada a ver, poxa, eu estou dentro, desde sempre, aqui dentro de casa, porque eu ainda falava, se der certo, ótimo, se não der também, tudo bem, eu vou continuar aqui, sabe? Eu desenvolvo, eh vou para o departamento social, vou fazer outra coisa, né? Ah, não. Ah, então, já que não eu não tenho valor aqui, eu vou para outra escola. Nossa, mas fizeram o inferno da minha vida.

mas na época havia sim. Eles falam, não acredito que você vai para aquela escola de branquinho. Vou, eu vou. Vou eles me tratam muito bem e eu estou muito bem lá. E, nossa, uma graça, eles me tratavam assim, feito um doce de coco. No primeiro ensaio que eu tive que me apresentar, Eu não tinha... não tinha... tava clu cru, né? Não tinha nenhuma roupa adequada, assim.

Um vestido de crochê maravilhoso, lindo, sabe? Aí eu falava, ai que legal, só que ele era bem vazado assim. E, gente, tinha que colocar alguma coisa por baixo, né? Aí eu, ai, esqueci a bermuda, não tenho nada por por baixo. Fui só de meia <laughs> calça, uma meia de lycra, que eu tinha. E o vestido, o povo ficou assim, de boca aberta. Tipo, não acredito, que louca. Onde que Ela é passista ou, né? Aí eu fui, mas a hora que eu comecei a rodar, o vestido abriu, assim, <laughs> e o povo, ai, fui
Ah, foi maravilhoso! Isso eu achei Na xis nove?
Nove Primeiro desfile? Primeiro desfile como portas como porta-bandeira, né? Aham

E aí, daí para frente, nossa, aí fui aprendendo as coisas e fui crescendo dentro da escola, então eu era o bibelô do povo da Então o carnavalesco já falava assim, não, ago eu faço uma roupa especialmente para você, porque você tem uma característica própria, então a roupa tem que ser a sua cara. Daí vieram fantasias personalizadas, e eu sempre gostei de, então eu ajudava a confeccionar, ia para o barracão, e levava minha mãe, levava meus amigos, ah gente, vamos lá ajudar a escola. Vamos lá, dar uma força e ficava. Nossa, adorava. Só que o presidente da escola faleceu, quem assumiu foi faleceu, assim, de repente, uma doença pré-existente. Ah Aí quem assumiu foi o vice com outra cabeça, outra coisa tal, aí eu achei melhor sair da escola. Mas adoro ele também, uma pessoa boníssima. tem uma um relacionamento não tão próximo, mas é uma pessoa legal, tudo bem.

Gente do céu, foi outra revolução. <laughs> Por que Foi outra revolução, porque eh aqui existe Hoje a hoje isso está mais tranquilo, mas, até então, existia uma uma rivalidade entre as escolas daqui da Zona Oeste, aonde o Pérola Negra e o Tom Maior não se davam muito bem e os dois não se davam muito bem com a Águia de Ouro. Mas é como o time de futebol, era a coisa do torcedor né, Aham aham não do dirigente. Aí eu peguei e, poxa, no Águia de Ouro? Eu não

Eu vou ficar, eu vou ficar. E lá no Águia de Ouro também.

E era aquilo que eu gostava, aquilo que eu queria e fiquei lá por três anos, só sai de lá porque, assim eh, ele era uma pessoa, né? Então, haviam outras pessoas que estavam envolvidas, ligadas diretamente aos casais de mestre e Porta bandeiras, que não eram, assim, tão bacanas quanto ele. Falei assim, ah, vou sair daqui. Só que aconteceu um um... tem um parênteses dentro dessa história toda. No meu primeiro ano de xis No meu segundo ano de xis nove, o mestre Sala, que dançava comigo na xis nove, sem me consultar, fechou um contrato com o Perola Negra, sem me avisar. Mas fechou contando comigo já, afirmando que eu iria.

que eh eram eh ativos dentro da Tom maior, e que existia a rivalidade entre Tom maior e Perola Negra, que era uma rivalidade horrível assim de, era um choque sabe, um confronto terrível. E ele pegou e fechou. Gente do céu, eu saí até notícias populares, porque o povo do Tom Maior começou a ameaçar o pessoal do Perola Negra, porque não tinha que estar ali. Embora eu tenha ido pedir para, fui lá em sinal de respeito, não que eu devesse satisfação para o presidente da Tom Maior, que até então nós nos conhecemos há muito tempo, mas eu acho que era mais uma questão de respeito mesmo. Tenho que, com no mínimo, comunicá-lo né, para não ser pego de surpresa. Nossa, foi uma confusão, viu?

No final, a Perola Negra não subiu por meio ponto e a Tom Maior ficou um pouco abaixo. Aí, fala ah a culpa era minha né. Quem mandou eu sair da Tom Maior para ir para a
negra Ah o seu pai, nesse
Não.

Continuou desenvolvendo as atividades dele no Camisa Verde. Até então, meu padrinho assumiu a presidência, eh minha mãe era um pouco mais envolvida, ela assumia o a diretoria né do E, assim, eu participava porque, lógico né, eu ia com a minha mãe, ia com o meu padrinho e tal. E mesmo depois que ele deixou de ser presidente, eu continuei indo, mas aí eh ia menos. Então, aí eu voltei para o camisa. Então, eu ficava só lá no camisa verde. Hoje, eh eu desfilo no camisa verde. Não danço como porta-bandeira, porque o quadro de casais está completo, ou seja, existem três casais de mestre Sala e porta-bandeira adultos, que é o suficiente para a necessidade deles. E Mas eu apresento, sou apresentadora de um dos casais, ou seja, na avenida, quando tem desfile, eu que vou na frente mostrando para para o público, apresentando para o jurado o casal que eu acompanho.
E por que você gostava tanto de ser porta-bandeira? O que é que
Gente, é lindo, é glamouroso. É glamouroso, né? Nossa, é uma delícia. Já me convidaram, a presidente do Camisa Verde falou, já me chamou para ser Rainha da Bateria e tal, porque eu era muito espivitada, mas eu falei, não, não, não, quero ser porta-bandeira. Desde pequenininha eu já pegava o rodo com pano de chão e saía.
Ai, carnaval, <laughs> hoje é o primeiro dia do carnaval, co sozinha assim, na cozinha de casa, rodando e tal, falei ai
A roupa é bonita, eh todas as atenções, todo o foco é para o casal de mestre sala e porta-bandeira né. Aham E eu muito exibida, né, já <laughs> Queria todo aquele glamour. E é uma e é muito gostoso. E é uma responsabilidade terrível, porque você está carregando o pavilhão da escola. O pavilhão da escola é a coisa mais importante que tem dentro de uma escola de Né não tem o presidente, não existe presidente, não existe ninguém se não tiver o pavilhão. Tanto que, dentro do samba, eh se existe uma festa, vai toda a diretoria, mas não vai o pavilhão, a escola não foi. Ah É dessa forma que é vista. O pavilhão é essencial.
Mas o que é que é pavilhão?
O pavilhão é a bandeira. Hum A bandeira que tem o símbolo da escola.
Carnaval que te marcou bastante, inesquecível, foi bem marcante? Eu acho que todos são
Todos são. É Cada momento é um flash. Eu sou muito emotiva, muito chorona né. Todo carnaval eu choro. Parece que é a primeira vez que eu estou entrando na avenida. Ah, mas... Não não, nenhum assim que fosse. Eu acho que eu fiquei muito nervosa na a primeira vez que eu fui, sei lá, como porta-bandeira pela xis nove. Era até uma reação natural, né? Não poderia ser diferente. Mas... nenhum assim que fosse. E e que eu ficasse enlouquecida, assim, a ponto de ser o inesquecível. Todos foram muito importantes.
E o que como é que é essa sensação para você de entrar na Avenida e ter o público?
Nossa, gente, é maravilhoso. Eu não enxergo ninguém, não enxergo ninguém.

Nossa, tudo era muito difícil assim, no sentido de sair da sua escola, da sua gremiação, para desfilar na gremiação de numa outra escola. Não não é não é que não podia. Quem era sambista, filho de sambista, não fazia isso. Ficava ficava lá na sua escola e ponto. Não ficava pulando aqui e ali. Mas isso tudo eh eu foi eh em virtude do conselho da comunidade negra. Você viu quantas ramificações Hum que me proporcionou né.

Aí ele me conheceu lá ele falou assim, ai, você é linda, maravilhosa tal. Vamos lá. Vem descer lá. Ah imagina, não posso, vão me matar. Não, você pode, você pode <laughs> porque é seu pai que vai coreografar a comissão. Aí eu falei, ah, então eu vou, né? <laughs> Estou segura. Uma vez que minha mãe já havia sido sequestrada no vai-vai, né? É, porque meu pai sequestrou minha mãe do vai-vai, entendeu? Então, nossa, quase aconteceu uma tragédia. É, porque assim, ela era, ela desfilou pela primeira vez em escola de samba no vai-vai.

Aí ela pegou e conheceu o meu pai e ele pegou

Depois já namorando tal. E ela pegou e foi, foi com o tecido do vai-vai e tal. Antigamente tinha esse problema, como eu falei, não podia não podia sair de uma escola ir para a outra e tal. E o vai-vai e camisa-verde era arquinimigos, como Palmeiras e Corinthians, assim, hoje, sabe? Não podiam se ver. Não podiam, assim, sequer ah eh... Tipo, as lideranças não podiam sequer ir um no bairro do outro, que dava confusão mesmo, feia. Aí minha mãe foi. Foi lá para o Camisa Verde, fizeram uma roupa maravilhosa para ela, de destaque, toda de flores, impecável, linda, com tecido do vai-vai. No dia do desfile, o povo do vai-vai, ela dentro do ônibus, eles sacudiam assim, no ônibus. Aí meu pai mobilizou o o a a a o pessoal dele e foi uma confusão, uma briga, uma... Nossa, foi terrível, foi terrível. A gente pensou que fosse acontecer uma Eles pensaram que fosse acontecer uma tragédia. Então, até algum tempo atrás, assim, havia, né, essa questão, assim, bem mais suave, né, agora nos últimos tempos. Mas hoje eu posso afirmar que já não existe tanto, né? Mas as pessoas estão mais tranquilas. Mas ainda ficam, assim, receosas. Não é muito interessante, assim, sabe? Quem é sambista, quem é filho de sambista, eh normalmente não não se aventura a fazer esse tipo de coisa, porque não é nem ético.
Sei
cantava.

se apresentava no Garitão, se apresentava fora tal.

Cantava compunha essa visão de registrar os seus momentos, de fotografar, de filmar, de sabe? Então, ele faleceu fazem dois meses, muita coisa se perdeu, muita coisa que eu digo assim, coisas que só ele podia eh informar para gente, contar, embora eh existam aí. Muitas pessoas que conviveram, viveram todos esses momentos assim, mas agora as pessoas se perderam também. Cada um está num lugar, a gente não tem mais o contato, mas ele foi músico durante toda a sua vida. Desde o da escola né, ele já tocava, ele era da bandinha.

Nossa senhora fugia, eu tinha vergonha. E hoje você pode? Não, imagina, canto no chuveiro, canto no karaokê, canto... <laughs> Aqui você também pode cantar, quer cantar um pouquinho? Ah a música As músicas que me marcaram na infância, conforme eu disse, foi a do Billy Paul e a do... e a do Originais do Samba, <sucks teeth> que... Como é que é a música? Deixa eu me lembrar.

E era legal, <laughs> eu gostava porque por causa dessa parte aí o Cebolinha tinha que cantar o parabéns com a língua toda enrolada. Era legal. <laughs>

Engraçadinha, né? <laughs>
Aí tinha um amigo do meu pai também, que ele canta o Falecido já, ele cantava para mim pequena, Ele ti uma música de autoria própria, né?

Ai, meu Deus do céu! <laughs> E eh en
Então, em cada fase da vida, assim, tem uma música, assim, que acaba marcando, Marcando né?
Tem alguma do seu pai que você lembra? Não
Não, não, não. Ele
Ele cantava eh muitas músicas, assim,

Ele já ia para um samba uns sambas mais antigos assim, que ele gostavam que ele gostava muito de cantar. Aí ele fazia agora a pouco tempo atrás Até pouco tempo atrás, ele fazia show cantando né e.

Todo lugar que ele ia, ele cantava. E todo mundo gostava, era bem legal. Que é o hino da embaixada, da embaixada do samba de São Paulo.

E hoje, depois que de falecido assim, nesse momento mais eh triste assim, a música que me emociona que eu fico muito, porque eu lembro muito dele, todo todo tempo, todo dia, toda hora, eu estou pensando nele. como ele era uma pessoa super ativa no mundo do samba, super conhecido, muito popular né.

É, coisas da vida, né? <laughs> As peças que prega na gente. Isso tudo me emociona muito, porque... Nossa... Eh <cries> a perda do meu pai foi... <sucks teeth> Acho que foi... As coisas sempre foram muito intensas, assim Eu perdi o meu irmão morreu com vinte e oito anos. Deram a notícia para mim sabe no no Dia das Mães. Quando as coisas acontecem assim para eh na minha vida, sempre são muito intensas. Muito, muito muito intensas. Tanto as coisas boas quan quanto as coisas ruins. Foi um momento assim que eu fiquei enlouquecida assim. Poxa Me deram a notícia por telefone. Ele foi para a praia para ir a uma festa, ele e meu primo.

Teve e aí, nessa festa, teve uma briga por causa de namorada assim, por causa de menina. A moça nem era namorada dele, era ficante né, como se fala agora. Ele sabe Ele foi defender a moça, aí deram um tiro no peito dele no Dia das Mães, me falaram. Superforte, gente, superforte. E ele eh sempre foi uma referência para mim. Sempre, sempre, sempre. Tanto ele quanto a minha mãe, nossa... Minha mãe já sofreu para caramba, assim, na vida, sabe? Uma mulher muito forte, muito guerreira. Eh Uma pessoa maravilhosa, sabe? Determinada, super ativa, né? E meu pai também com uma personalidade ímpar assim, que era só dele, sabe altivo, super inteligente, extremamente inteligente, engajado né. E ele Eu sempre busquei assim, nos nos meus eh relacionamentos, namorado assim, sempre busquei alguma pessoa que tivesse esse formato assim. Lógico, ninguém é igual a ninguém, mas eu achava que, como a minha família é formada por mulheres, eu achava eu sempre achei que tinha que ter um homem forte sabe, uma pe uma pessoa que de a pessoa que decide. Que Porque nós nós mulheres, como nós eh eh tivemos eh que nos virar, que resolver, que decidir. Então, nós tinhamos nós temos na nossa família a personalidade, é uma coisa nossa, uma personalidade forte, sempre. Então, eu achava que tinha que ter um homem que, tipo assim, me dominasse, sabe? Que fosse mais forte. Tanto quanto o meu pai, que ele era muito... Fala mansa, sabe? Fala baixo, porém, enérgico, nervoso, assim incisivo. Então, eu sempre busquei assim uma pessoa que fosse nesse formato assim sabe. E, mesmo eh ele separado da minha mãe, eles foram muito amigos. Sempre foram amigos. Sempre. É uma coisa super legal né, super bacana. Então, eh ele era mui sempre foi muito presente, porque nós estávamos juntos, mesmo porque mesmo devido às questões de carnaval também né. Nós estávamos sempre muito próximos, sempre, sempre. Ele fala, ah ela é a a sujeirinha embaixo da unha, ela tá. A tampinha caiu aqui do meu lado, ela tá.

Muito, muito. Eh acho que eu não sei se é porque ele ele que foi casado com a minha mãe, que eu cresci, eu convivi e tal, porque os outros filhos ele teve, mas não não dava, ele tava sempre viajando, sempre aqui, ali e tal. Ele ah Acho que ele não conviveu muito, assim, né? Falava, procurava, tinha notícia, ajudava, mas não era assim tão próximo. Então, eu sempre fui muito próxima.

Fisicamente, assim eu tenho muito dele sabe.

Eu durmo igual a ele. Algumas manias, algumas coisas assim. Eu sou muito parecida com ele. Então, quando eh ele ficou doente, foi, poxa, nós fomos pegos de surpresa, porque ele sempre muito viril, muito altivo, assim, jamais admitiu que sentia qualquer coisa, né? Então, quando ficou, já foi tudo muito rápido, né? Trinta dias, assim. Ele foi internado, diag diagnosticou de fato que ele estava, internou, morreu. Foram exatos trinta dias.

Eu ia para o hospital de manhã cedinho, saía à noite, fiquei lá o tempo todo. Então, a gente nunca quer acreditar, né? Poxa, eu saí de ca saí do hospital ontem, deixei ele vivo, eu quero encontrar ele vivo. Eu sem eu postei todas as minhas fichas, então eh hoje eu sou meio re um pouco revoltada com isso. Eu não aceito, não admito. Não Eu sei que não faz bem para mim, nem para ele, que agora é luz, mas é uma coisa minha, gente. Eu eh É um mo é esse o momento que eu estou vivendo, sabe? Eu não aceito. Então, é isso. Mas, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, eh super companheira, super amiga. Ela é incrível. Nós estamos juntas sempre, em todos os lugares. Gostamos das mesmas coisas e pessoas. Amigos em comum. Então, se eu vou em alguma festa e ela não está ah... Ou seja, eu não fui né, porque minha mãe não está. E com ela também. Ah, não não acredito.

Ah não veio?

Então, você não tá aqui. <laughs> E agora, estou mais do que nunca, lógico, sempre estive, mas mais do que nunca apostando todas as minhas fichas nela, né? qualidade de vida né, saúde, envelhecer com dignidade, que é um direito que todo todas as pessoas têm. É um direito que todos têm, porém poucos têm oportunidade né. <sniffs> Então, eu prefiro... E para o seu futuro, o que você quer? Muita coisa <laughs> São muitas coisas assim que eu almejo. Eu acho eu é melhor esperar deixar acontecer. Deixar Acontecer vamos vamos ver o que é que dá né. Agora eu estou eh com o planejamento de ter um filho para dar continuidade na minha família, que se resumiu a mim e a minha mãe. Poxa né Dentro de casa, somos só nós duas. <coughs>

Terrível, terrível. Mas, assim, super mimado, né? Super mimado. Mas é o xodó da casa, assim.

Tem erRe Ge, tudo. Ah, ele é um fofo.

É, toma danoninho, <laughs> porque tem cálcio, só come frutinhas, <laughs> por causa da pelagem e tal toda E mimado, vocês não têm ideia. Ele Ele tem ciúme das crianças que vão em casa, que mexem na bolinha dele, ele rosna. Ai, terrível. A gente tem que se moldar, né, para receber. Estou pensando estou pensando em ter um filho. Eh Antes, eu achava que, para eu ser mãe, se era seria ideal eu estar casada eh, estar estar estabilizada, estar morando sozinha ou com o meu esposo. Mas, poxa, o tempo foi passando, eu fui estabelecendo outras prioridades, colocando tantas outras coisas assim na na frente que acabei deixando isso um pouco para lá. Eu acho que é o momento, assim. Aos trinta e cinco anos, eu acho que eu estou madura o suficiente para saber o que eu quero de fato. Eh Eu gostaria que eh fosse tivesse um pai, que não o pai do meu filho não precisa estar do meu lado o tempo todo, não. Só precisa dar atenção para a criança. Não Não precisa casar, morar comigo, não é nada disso. Eu quero dar investir né agora em um filho. Eu acho que esse é o momento adequado.

Agora vamos ver né <laughs> se dá
<laughs> Qual quais foram as principais lições que você tira da sua tragetória de vida aqui contando para a gente com nesse nesse tudo que você contou quais foram as principais lições que você tirou?
Olha eh, infelizmente na vida da gente nem tudo são flores, né? Eu sempre fui muito família, sempre gostei muito, sabe? De família reunida, família numerosa, datas, as pessoas reunidas, as pessoas se amando, se respeitando. E aconteceram algumas coisas assim que não foram muito legais, assim, conosco, comigo e com a minha mãe, aonde a nossa família até fazem uns quatro ou cinco anos, se não me engano, está rach está rachada né por ações de algumas pessoas que não foram eh tão corretas assim conosco né e. Isso deu uma uma quebrada nesse meu modo de ver tá eh. Porque, como eu sempre fui muito crente na de que as pessoas eram boas, E eu achava assim, a imagina, se eu não tenho coragem de fazer isso com alguém, ninguém vai fazer comigo. Não, cada pessoa tem cada pessoa tem a sua essência, sabe? Tem que aprender a lidar com isso, né? Eh Mesmo na área profissional também, poxa, eh eu a gente eu acabei confiando em pessoas que não eram assim tão sérias. Porque eu acho que, para mim, amizade, independente de qualquer coisa, é como casamento, sabe? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, ou você é ou você não é. Eu acho que eh esse é um dos dos defe dos de uns pontos que eu tenho que trabalhar mais, melhorar mais, né? Eh Deixar de ser assim tão... tão aberta as, porque nem sempre as pessoas estão tão abertas a a nós. Embora, embora eu acho que quando você se solidariza, você se entrega a fazer alguma coisa para alguém, Você tem que fazer por você, não esperando o retorno né, porque isso é de cada um, é muito pessoal. Mas eh poxa às vezes eu, aconteceu um fato <coughs> com uma pessoa muito próxima que eu achava que era minha amiga, faz muito pouco tempo, uns dois anos. Me entreguei assim para ela. Ela tava passando por um momento muitíssimo difícil, aonde eu abri mão da minha vida para, das minhas coisas, para apoiar, para ajudar e sempre arrastando minha mãe junto comigo, né? Para dar um um um suporte, um alicerce e tal. E, enquanto ela pre enquanto ela precisou tal, foi interessante. Depois já não se tornou tão interessante assim e tal. Então, essas coisas assim, a gente acaba ficando eh meio um pouco machucada e meio calejada já. Então, eu já sei, na minha nos meus relacionamentos também, eu fui noiva durante seis anos e o meu noivo, depois de seis anos vivendo assim super bem, ele não era brasileiro,

Ele, como não era brasileiro, eu tinha acabei perdendo algumas oportunidades de viajar para fora, porque eu tinha muito medo de voar. Então, ele pegou e me me pagou um curso para ser comissária de bordo. Então, eu sou comissária de profissão ou. Hoje, já não não dá, né? Mais, para, não tem como, né? <laughs> Sou consciente disso, <laughs> mas eu sou comissária de bordo. Então, eh eu vivi seis anos com ele, só que no último ano ele se tornou mais presente aqui, não estava não estava viajando tanto. E aí foi muita briga, muita confusão e tal, e ele pegou e rompeu comigo no Natal. É sem É sempre em datas, quando eu falo para vocês que as coisas acontecem comigo são muito intensas, sabe? É Meu irmão que mora morre no dia das mães, meu pai que morre a uma semana do meu aniversário,

Eu comecei a dar risada, porque, <laughs> poxa, você esperou seis anos <laughs> para ver que não era interessante man né manter a relação comigo. Vamos fazer o que, gente, sabe? De cada situação, a gente tira alguma coisa. Então, da situação, no relacionamento, eu aprendi porque eu não vivia a minha vida, ele não era daqui, então eu me anulei. para viver a vida dele. Então, era uma coisa horrível assim sabe tipo eh. Tudo que eu fazia era em função dele e eu. Chegou a um nível do relacionamento em que eh... Sabe aquela famosa frase, quem ama menos manda no relacionamento né? Uhum Então eu, nós não estávamos mais na mesma sintonia. E aí acontece ih, cada situação, eu falei, poxa, então, quer dizer, aqui eu tenho que fa agir de tal forma. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com as rasteiras que a vida

Uhum Se moldando né Qual você acha que foi, até hoje, o que sua mãe deixou de mais forte para você de lição, até agora? Olha
Difícil dizer porque o que eu sou hoje, tudo de bom, que nem todo mundo é cem por cento bom, nem cem por cento ruim, mas tudo de bom que eu tenho, assim, nível de personalidade, caráter, Eu devo noventa e oito por cento a ela. Falo isso Só não falo cem por cento porque a gente vive na rua, tem a mídia, tem o dia-a-dia que ensina né eh. Mas, nossa, assim a determinação, ela é muito guerreira né, muito eh proativa. muito forte, sabe? Conse ela É bacana que ela tem mais tato para lidar com essas situações difíceis, assim. Eu já sou chorona, <laughs> eu sou emotiva, eu estou mole e tal. Ela não não critica que hã, muito pelo contrário, respeita. Mas ela ela ela tem uma uma outra postura, sabe? Ela é muito contida, tranquila, aparentemente serena né. Lógico que o íntimo dela nem sempre está nessa dessa maneira né, mas isso dá uma segurada assim na no nos meus devaneios, nas minhas <laughs> loucuras, nas minhas emoções. Então, acaba acho que isso é essencial. A questão do caráter, a formação né do caráter assim eh. Mesmo quando eu era pequena assim, a uma irmã dela tentou assim eh dar uma dar uma desviada assim no no, dar uma baixada na minha autoestima. Por que é que eu não sei? Sua personalidade está em formação, entendeu? Você vai absorvendo algumas coisas. Então ela queria... Porque ela tem dois filhos, então ela achava que os dois filhos dela que eram... Ninguém podia fazer nada, mas ela sempre foi assim. Que é uma característica dela também, que né nem me compete questionar. Então, ela sempre pichou, falava isso, falava aquilo. Então, assim, eu, com uma personalidade em formação, eu achei que mexeu um pouco com a minha autoestima, mas, graças a Deus, eu sou muito mais forte do que isso. Eu não eu tenho e tinha os meus pais ainda, os dois vivos, que, poxa, nada disso ia me derrubar assim, sabe? E outras características pessoais minhas, de de personalidade, conduta assim, que eram que são muito particulares assim, que ninguém tira de ninguém né. Uhum Então eu acho que isso Hoje eu entendo que isso só me fez fortalecer. Só me fez fortalecer.
Deixa eu fazer uma pergunta que eu achei bem interessante, a sua história com a juventude. Como é que que que que você deu continuidade a esse trabalho com a juventide como você vê a juventude hoje você acha Eh hoje
Eh eu falo assim meu Deus acho que Eles que estão certos eu que Estou errada, porque não é possível. Está tudo de cabeça para o e eu Fico muito assustada. Sério, acho que por causa da minha formação, sabe? Minha mãe ela ela estudou em colégio de freira. Tal e eh ela não é engessada não tem aquela, não é dura assim, muito pelo contrário, bem flexível, bastante antenada. Poxa, eu aprendi tudo diferente. E eu Hoje não existe mais esse conceito. Não não tem A criança de hoje era o o a mocinha. Eu comecei a usar sapato de salto com quinze anos que eu ganhei. Sabe, era um sapatinho que a gente falava que era menina-moça tal. Era um luxo, assim, andar com um salto desse tamanho. Hoje, a criança com sete anos, ela dança o funk, ela canta as músicas aí com... umas músicas que a gente... nós, adultos, ficamos de cabelo em pé de ouvir, embora eles... eu acredito que eles não entendam muito, mas os pais permitem, né?

Eles têm uma são muito têm resposta para tudo, já fala tudo, na ponta da língua que te desconcerta. Eu acho isso nossa, gente, eu sofri muito na minha vida porque eu aprendi que não podia responder para os mais velhos. Não, você tem que respeitar você a hierarquia no trabalho e na vida tal tal. Nossa, eu levei muita chapuletada da vida por causa disso, porque vinha na ponta da eu... Era automático assim, eu não conseguia faltar com respeito com as pessoas assim sabe achava. Hoje em dia, eu vejo as coisas eh do jeito que estão e fico assustada poxa. Uma menina aos catorze anos conversando assim, de sexualidade, tranquilamente. Lógico, eu acho que é até válido toda a informação, tem que saber mesmo, mas já é mãe, é uma criança brincando de boneca, porque eu acho um absurdo, sou franca em dizer, eu acho um absurdo. Eu acho que eh as coisas acabaram fugindo um pouco do Muitos pais, <coughs> muitos pais eu acho que eles acabam querendo... Não é um não é uma crítica, é o meu ponto de vista só. Acho que eles querem justificar suas ausências por causa de trabalho, estudo, viagens, seja como for eh, dando total liberdade para os filhos. Então, eles perderam o controle sobre os filhos e a juventude está... Nossa! está desvairada, está desvairada, porque eh eu não todos os, desde sempre, todos os planos que eu fiz de vida, meus pais estavam. Mesmo, ah, eu vou casar, não sei o que tal, não, eu quero trabalhar, eh quero ganhar bem, vou estudar para isso, não sei o que, então vou pensar, vou dar alguma coisa para o meu pai, sempre pensando no meu pai, na minha mãe e tal. Hoje o filho mata o pai, a menina manda o namorado matar o pai porque ela não deixa ela namorar, não deixa ela sair. Gente, o que é que é isso? Que loucura!

Então, assim, eh eu realmente fico muito assustada. Eu não sei nem como, nem por onde, assim, as coisas... Como que começou a se perder, não não sei dizer. Isso é muito ruim, muito ruim. O A criança já não não não vive mais aquelas coisas de criança. Não tem brincadeira na, que seja na praça, porque hoje em dia quase não tem quintal, que é tudo apartamento né não. Vai no Play, nem isso. Sabe ela fica A o a criança de nove, oito, nove anos, fica na internet. Aliciada, na escola, droga, sexo, tudo muito livre, tudo muito... E ninguém faz nada por isso. Eu Eu não saberia tentar, assim, ajudar. Por onde eu iria começar? Porque eu ia ser uma, né? Eu ia ficar meio... um pouco perdida, assim. Eh eu consegui sim porque o foco O perfil, o público-alvo eram eram jovens Eu ma carentes né eh eu digo isso porque eram a a maioria dos jovens que nos procuravam tá, com o objetivo de crescer, de conhecer e tal. Então, eh a essa sede de conhecimento, de crescimento que eles tinham, nossa, embriagava, uma delícia. Uma delícia. E eu tinha a oportunidade de de proporcionar coisas muito boas para eles. Então, desde o jovem carente de, que vinha de uma família muito humilde e tal, mas que era era visionário, até um garoto que jogava basquete no Hebraica. E Ele jogava basquete, foi convidado para jogar no Hebraica e barraram ele porque ele era negro, entendeu? Então, eram assim era bem distinto. Estudantes diversos, de diversas classes sociais. Eu acho que eu acrescentei muito assim, eh dando a oportunidade que as pessoas não conheciam, porque tem muita coisa interessante aí na rua, muita coisa legal na praça que não é aproveitada. Eu digo isso porque, até pouco tempo atrás eh, estavam sendo oferecidos eh cursos para a comunidade negra, cursos no SENAC e tal, para o pessoal fazer qualquer curso que quisesse no Senac com bolsa de oitenta a cem por cento, gente, sobraram vagas. Você tá entendendo? Então, poxa, gente, tem que dar para as pessoas a, para quem quer, para quem quer, dar a o a opor o o direito de fazer. É que nem a a questão da cota nas universidades, eu sou super a favor, sou super a favor. Porque eu acho que eh... Ah falam, ah mas aí a pessoa vai entrar na faculdade e não tem dinheiro para para comprar material, não sei o quê. Gente, ela já está se Ela quer, não quer? Não é a cota, é para quem quer. Tá ali, o cara vai porque ele quer, entendeu? Então, se se ele não quer, ele já nem tenta, porque é puxado, é difícil e tal. Tem gente que não gosta, é de cada um, mas para quem, investe em quem quer. Poxa, tem laboratório, tem biblioteca eh, tem pessoas que dão livros, tem sebo que vende o livro por preços pela metade ou até menos do que o valor de mercado, enfim. Tem muitas oportunidades, né? Então, é difícil, assim, ver que hoje em dia ainda existam jovens que são analfabetos. Acho que a gente tem que buscar a nossa própria oportunidade. É difícil porque fala, ah, eu preciso trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, mas tem você tem a oportunidade de estudar à noite. Tem escola do estado <sneezes> que dá a que tem curso à noite supletivo para adultos, para jovens e adultos. Tem chance. É É uma questão de querer. Se empenha, poxa. Não, mas eh o foco agora é outro. Sei lá. Eh ah Agora a a droga parece que tá até mais liberal, assim, porque... Nossa, tem até pai que dá droga para o filho.

É o meu ponto de vista, né? Eu não acho que é legal, assim. Eu acho que eu contribuí muito dando oportunidade para essas pessoas que querem estarem investindo nelas mesmas.
É uma outra vida. É
É, lógico. Uma chance de crescimento, né? Todo mundo merece uma chance, eu acho.
Afinal, a gente está acabando, né, a entrevista. Só uma última perguntinha aqui. O que é que foi para você dar essa entrevista aqui? Como Você estava ansiosa?
Tá nossa senhora Como é que você sai? Eu me preparei muito. Então, eu acho que eh foi fundamental assim, porque as pessoas precisam registrar as suas histórias, as suas memórias isso eh. Eu sempre preguei isso, eu sempre achei que precisava acontecer de alguma forma, não sabia como, mas que precisava acontecer.

Eu não podia deixar essa oportunidade passar em branco né, porque a gente não sabe o dia de amanhã né. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei se eu vou estar por aqui. Então, alguém tem que ver o que o que eu já vivi, o que já aconteceu, as coisas boas que aconteceram, as coisas que não foram tão legais. Antes de vir, eu até questionei. Ué, mas eu tenho que falar só das coisas boas? Eu tenho que falar eu tenho que falar da minha vida, independente de ser coisas boas ou. Gente, te a gente vive êne experiências aí que são enrique enriquecedoras. Tem que registrar isso. Eh Fundamental.

Estou recomendando mesmo porque tem pessoas assim gente que conheço – eu conheço muita gente – tem pessoas assim que têm histórias sensacionais, Não adianta, aí vai acontecer como o meu pai, que tem ele teria uma história para falar aqui três dias, gente, mas e aí? Já foi, já era, e agora acabou, não tem ninguém para falar por ele. Assim como outras pessoas que têm histórias maravilhosas aí e que se elas não registrarem vão se perder mesmo, porque não tem outras pessoas que possam falar por elas. Estou recomendando mesmo, principalmente para essas pessoas que têm esse grande potencial, essas histórias maravilhosas aí, essas experiências de vida enriquecedoras, que podem acrescentar.